Para começar, gostaria que você dissesse o seu nome completo, data e local de nascimento.

Qual o nome do seu pai e da sua mãe?

O senhor tem irmãos?

O que você sabe sobre a origem da sua família?

Como que eram seus pais? Eh
Meu pai... Uma pessoa que teve uma uma educação assim eh, na verdade eh, viveu né boa parte da vida dele numa região rural. e saiu de casa para trabalhar na no na em São Paulo, na cidade de São Paulo né. Eh E minha mãe eh também foi criada da da mesma formané e e veio de Santa Catarina, na verdade, para trabalhar em casa de família, como doméstica né. Os dois têm eh uma escolaridade assim eh eh... não terminaram o curso primário, na verdade.
E, quando você nasceu, onde que a família estava morando?
Eh em São Paulo, né? Eh

O que você lembra dessa casa?
Pouca coisa, porque a gente, na verdade, ficou pouco tempo, né? Nasci e, eu acho que com três anos de idade, mais ou menos eh, nós mudamos

Por volta de dez anos, mais ou E o que
Você lembra da casa desse tempo? O seu dia a dia lá? Ah é
Como eu eu disse, é é uma região, né?

É uma região com caracter... Embora próxima né de de São Paulo, ela tinha uma uma característica assim bastante rural né. Então, eh eu me lembro de muita muita mata, rio, eh eh de estar subindo em árvore, eh apanhando fruta no pé, essas coisas. Eh E muito espaço né. Eu eu Esses esses primeiros anos aí, nessa minha infância, eu passei... com muito espaço né para correr, caminhar, eh brincar. Então eh, era essa era a a característica do lugar né. Inclusive, a é a o que ficou bastante na memória eram as longas caminhadas né para ir até a escola né, que não era próxima né, mas eram caminhadas longas para chegar até a escola, a primeira escola onde eu estudei né, que foi nesse local.
Que mais você se lembra da escola? do dia a dia na escola, Eh eh dos outros colegas? Desses
Desses primeiros anos né, eu eu eu confesso que eu me lembro pouca pouca, eu me lembro do meu primeiro dia de aula né, eh que foi uma mudança né eu eu, muito mais pela expectativa da minha mãe, de ter me levado pequeno e tal, se eu ia ficar ou não ia ficar na escola, como é que eu ia ficar, e para mim foi tranquilo, esse primeiro dia eu lembro né, e eu sei que eu fui alfabetizado por Cartilha né, a famosa Caminho Suave né, um um ensino bastante tradicional. Nós sentávamos em dupla em carteiras eh, umas carteiras bem antigas né, acho que era tipo acho que tinha até um nome, acho que carteira Brasília, que era um eh ela tinha espaço, era larga, tinha espaço para duas dois alunos né eh. Era uma escola Precária, né? E E uma das coisas que eu me lembro é que a gente... Eh eh era um era um momento em que, na na na entrada, a gente tinha que cantar hino Nacional, umas coisas assim que deixaram uma uma ideia meio vaga, uma memória meio vaga. do do do período. É o que eu me lembro da escola. Um pátio bastante grande e eu me lembro muito dos jogos de bolinha de gude. Isso eu <laughs> eu me lembro bastante. É uma coisa que eu gostava de fazer.
E e dos professores?
Pois é. Eh eu praticamente não me lembro de nenhum professor da da das primeiras quatro séries né. Eh Inclusive porque eu estudei até metade da quarta série nessa Eu tive uma vida escolar meio nômade né quando quando criança. Estudei em várias escolas por conta de mudanças né. Né a família eh precisou né se mudar, na verdade, várias vezes. E eu não eu eu confesso que eu não me lembro muita coisa desses primeiros professores que eu tive né.
Porque de depois dos dez anos que você estava nessa escola, aí você foi para onde?
Então, eu eu estudei até a quarta série, metade da quarta série né, no meio do ano eh, por uma iniciativa da minha mãe que ela sabia que eu não poderia dar continuidade aos estudos. E ela Estava estava preocupada com isso né, porque a escola tinha até eh a quarta série naquele momento.

Fo foi na metade do ano. Que, aliás, foi um problema, porque... Mudança ela acarreta uma uma um período de adaptação né, e e e eu acho que isso, de uma certa forma, atrapalhou um pouco eh meu meu minha a minha formação né e.

que foi a oitava série, eu fiz num numa outra escola. Então, eu eu fi eu mudei várias vezes de de de escola durante essa formação no ensino fundamental né.
Mas e no colegial assim? Teve algum algum professor marcante? Ê eu não eu
Na verdade, eu eh na eh já na na sexta série, eh sexta fo foi na sexta série, Eu tive, na, uma professora de portuguê eh. Essa eu lembro até hoje né, uma professora de português. Eh eh

E e era uma pessoa que, de uma certa forma, ela ela ela me ajudou a descobrir, ou pelo menos eh eh perceber alguma coisa que eu gostava de fazer. que era fa ler ler, fazer leitura né, e e ela indicava uma série de de de atividades, de livros para a gente ler, contos né, coisas de do li livro didático né. Mas alguns livros que nós lemos eh por conta da solicitação dela né e.

Essa foi a primeira que eu que que eu me lembro. Foi interessante.
Primeira, vieram outros?
Outras? É eh

Eu não lembro o nome, mas era um professor de oitava série, E ele era professor de educação moral e cívica né e. E eu me lembro que a aula era uma aula muito rígida, muito ele tinha uma postura bastante inflexível. e falava de coisas que pareciam misteriosas né. Era um era uma pessoa que não não tinha muita disposição de de explicar coisas né. A impressão que dava era que eh a determinados assuntos, que embora existissem no livro na época, eram meio tabu, era uma coisa que não era para se falar muito né. Ele Depois, muito mais tarde, é que eu vim entender por quê. Mas eh a a esse professor eu acho que marcou negativamente né.

É, aí eu <laughs> aí eu mudei mais uma vez né.

E eu fiz um colégio, na verdade, quando eu consegui terminar né o o o fundamental, eu fui fazer um curso técnico de de contabilidade né, me formei técnico em contabilidade e.

Desse período, o que eh o que eu considerei interessante, na verdade, Eu acho que foi o que aconteceu mais fora da sala de aula do que do que dentro, né? Porque eh eu eu eu tive mais contato com algumas pessoas, vamos dizer assim, jovens eh, em festas e coisa do tipo. E foi uma foi a época em que eu comecei a descobrir algumas coisas sobre sobre o Brasil né. Eh Esse período de de juventude né ele ele coincidiu, na verdade, com o meu primeiro emprego né. Eh

Setenta e seis, setenta e sete, foi foi esse o período também que eu comecei a fazer o ensino médio né. Eh e e e E também foram foram fo foi nesse período que a gente teve aqueles primeiros movimentos né, as passeatas no centro da cidade. pela anistia né eh aos presos políticos, aos às pe aos exilados e tal né. Eh e e E foi começou a ser o meu primeiro contato né com uma situação eh que eu desconhecia, na verdade, porque eu sou de uma geração que na escola não se discutia absolutamente nada né, tudo era proibido né, vide aquele professor do do do da oitava série né. Então, esse primeiro contato com algumas coisas que estavam acontecendo no país, na vida política do país, eh se deu dessa maneira, de uma maneira indireta, ah eh ah muitas vezes olhando pela janela do do do trabalho e vendo manifestações estudantis né na na na Praça da Sé, na nas ruas do centro da cidade, no Viaduto do Chá. Então, eh eh o meu o quando eu estudei, eu fiz o colégio técnico, também foi um momento de conversa sobre isso né, fora da sala de aula né e. E aí que eu eu tive um contato, vamos dizer assim, por uma mero acaso né, com uma pessoa falando sobre música num desses casamentos né que que que a gente costumava, festa de casamento que a gente costumava muitas vezes sem conhecer, na verdade, ninguém, né? Eh Mas era divertido, então a gente acabava indo né. E aí alguém falando sobre música, né? eh eh A questão das letras, das músicas e tal. E foi, acho que nesse período que eu também eh, deve ter sido o meu primeiro salário, eu comprei um aparelho de de som. E eu me lembro até hoje que os dois primeiros discos foi foram um um disco do do Chico Buarque, né? Eh Que tinha cálice, Músicas angélica, por exemplo, que depois eu vim a a a conhecer um pouco melhor o significado delas né. Eh E um disco do do Milton Nascimento né. Então eh E isso começou a acontecer, na verdade, por cau por conta das conversas que a gente tinha eh no colégio, fora da sala de aula né. Né a minha descoberta né da da da da importância né cultural e política, inclusive né, das músicas naquele período. E esse contato, vamos dizer assim, essa conversa que me ajudou a descobrir um pouco mais né sobre o país, na verdade sobre o Brasil, que foi nesse momento né. Eh Por isso que eu eu eu eu tenho esse período né da juventude, uma uma lembrança um pouquinho mais significativa né. É isso E
O que levou você a ser professor de história?
Na verdade, eh eh essas inquietações eh elas surgiram, eu estava fazendo um curso técnico de de de contabilidade, como eu disse né, e eu eh depois na verda eu terminei o o curso técnico e fiz e fiz um ano de cursinho né, na verdade né. Eh Nesse ano de cursinho, eu também eh tive contato, por exemplo, com uma indicação de leitura no no no cursinho, foi a leitura do do História da Riqueza do Homem né, do do Léo Huberman né eh, que me eh inquietou. Na medida em que eu conhecia pouca coisa né, eh eu acho que a formação, justamente por ter feito um colégio técnico, a formação ela é um pouco precária em relação a essa essa essa esse aspecto né cultural, político e tal. E e no cursinho eu fiz eh algumas leituras e e eu já estava meio preocupado com com isso né, com aquilo que estava acontecendo no país. Isso me incomodava né. Eh Mas, de qualquer maneira, eu fiz uma opção né eh, depois de terminar o cursinho e prestar vestibular, eu entrei na na Puc por mas entrei num curso de contabilidade né, ciências contábeis. Eu ia Eu pretendia, na verdade, por uma série de questões particulares, da família e tal, de sobrevivência mesmo né, uma profissão que me permitisse sobreviver né eh. Então eu fiz essa opção, ingressei no curso de de de ciências contábeis né, na na Mas eh aquela atmosfera toda da Puc né, porque eu entrei em mil novecentos e oitenta na Puc né, então tudo que estava acontecendo naquele momento quer dizer eh era um momento de abertura política. A sociedade com uma série de movimentos né, os metalúrgicos, no á bê cê eh, fazendo longas greves. Toda a mobilização da sociedade né eh eh pelo fim da censura, eh pela abertura, quer dizer a o retorno dos dos dos exilados né. Eh Eu eu cheguei na Puc no momento em que a Puc também estava discutindo, quer dizer respirando, depois de um longo período de de de mordaça né, vamos dizer assim né, eh eu caí exatamente no momento em que estava se discutindo os estatutos, na reforma dos estatutos da Puc. Então, era uma mobi mobilização intensa né eh na na na universidade. E E, nesse momento, a a ainda existia uma es uma uma um curso né, os os alunos entravam no primeiro ano e faziam um curso básico, que era chamado Curso Básico na Puc. que reunia, na verdade, na sala de aula eh, pessoas de vários cursos né que conviviam lá durante um ano. Eh Segundo a a a ideia né, da na verdade, de quem organizou o básico, tinha a ver com com essa essa descoberta né dos alunos da da do que realmente eles queriam estudar né. E isso, para mim eh, de uma certa forma até ajudou. porque sei meses em seis meses eu tranquei o o curso de Ciências Contábeis, desisti né, e fiz uma reopção. Tinha claro que ia fazer uma reopção reopção eh para história. Na verdade, não foi não foi uma coisa muito tranquila. Eu fiquei eh um ano sofrendo né eh, seis meses fazendo o curso as as matérias introdutórias do curso de Ciências Contábeis né, não gostando nada do que eu estava vendo e tal, e, ao mesmo tempo, pensando que eu não queria aquilo, o que é que eu ia fazer e tal. Aí, no na metade do ano, eu fiz a opção e sofri o resto do do ano né, mais seis meses, pensando no que seria a minha vida né eh, estudando História. Mas Aí eu fiz a opção <coughs> E como, na verdade, eu eu eu eu tinha ficado meio ano fazendo cursos da do do básicos né da da do curso de Ciências Contábeis, eu não conhecia as disciplinas de História, não tinha feito, não tinha convivido com os alunos de História, só com os alunos no básico e os alunos eh de Ciências Contábeis. Então, eu eh o segundo semestre foi um semestre de reavaliação mesmo, e depois, no no no segundo ano, eu fiz a reopção, e aí fui direto para o curso de História, e e o caminho para ser para ser professor eh foi meio uma uma consequência né. Teve um episódio na na no curso básico, uma disciplina eh muito eh curiosa, que era problemas teológicos e filosóficos do homem contemporâneo, alguma coisa assim, E houve uma uma uma situação em que a gente tinha que fazer uma uma uma... apresentar o resultado né de uma reflexão da leitura de uns textos e tal. E eu me lembro que eu fui para a frente, eh fiquei lá na frente eh, sentei na no canto da mesa e estava explicando o que eu tinha lido num num texto, nem nem me lembro exatamente do que é que era. Eh e e, nesse dia, eh eh a Puc era bastante movimentada e eu me lembro que alguém abriu a porta e ia distribuir os panfletos né eh. Eh era sempre assim, de cinco em cinco minutos você tinha uma interrupção de aula porque alguém passava para dar alguns informes né. Era assembleia, era movimento disso, movimento daquilo, mil discussões acontecendo. Então, as aulas eram eh povoadas dessas interrupções aí. E, numa delas, eu estava lá na frente e alguém abriu a porta eh e pediu licença para mim, pedindo para falar com a sala né, como se eu fosse o o professor. E eu brinquei. Falei assim, não, eu brinquei, inclusive, com a pessoa. Falei, não, o que é que você deseja e tal. Depois, ela ela insistiu que ela queria falar com a sala e eu falei, ah, não, mas a professora está lá no fundo. E a professora devolveu para mim e falou, você que está você é o professor e tal. E eu acho que, naquele momento, eh eu eu talvez tenha percebido que que aquele possível receio de estar diante de uma sala de aula e tal, talvez eh eu não tivesse. Então, talvez a habilidade para ser para ser professor eu deva ter. pelo menos, pensado que eu tinha a possibilidade de fazer nesse momento né, na Puc, no primeiro ano né de de faculdade. Então, foi assim.
E e os outros anos? Na época eram quatro anos o curso? Quatro Como que foi esse esse esse tempo na faculdade? Esses
Então, na eh eh na verdade eram quatro anos para quem conseguisse. Como eu eu fiz a a Puc eh trabalhando, estudando, fazendo à à noite, tinha essa essa questão da reopção né eh que eu acabei fazendo e tal, eu levei mais tempo né para fazer né eh a Puc, mas normalmente eram quatro anos. Eu acho que que esse período na na na faculdade ele ele eh foi mais ou menos assim. Quer dizer Eu tive uma formação eh precária né, vamos dizer assim. e a média, como eu disse era, foi técnica e me deu pouca base, na verdade, para estar eh eh participando né das discussões com bastan com consciência do que do que estava Então, foi um aprendizado intensivo né eh. Durante eh os quatro anos de faculdade, eu tinha que aprender Eu estava sendo apresentado a a Marx, por exemplo. Muito prazer. E, ao mesmo tempo, eh eh tinha que participar, ouvir e e me posicionar diante de discussões sobre autosser né. Né quer dizer eh estava se eu estava começando a aprender o que era, lendo os primeiros escritos. de Marx e já estava discutindo eh uma crítica do marxismo. Quer dizer era um momento bastante eh intenso né de discussões na Puc né. Então, sempre foi eh muito agitado e eu sempre correndo atrás da minha formação eh, tendo que fazer essas leituras e participar das coisas eh, ouvindo um eh eh as as as grandes polêmicas né que haviam na universidade como um todo né, foi uma época também que, logo, acho que em oitenta, foi eh o período em que o o o Centro Acadêmico de Ciências Sociais teve a a eleição né de um grupo que se autodenominava anarquista né, e que ficou bastante tempo depois na Puc, acho que seguiram carreira né, <laughs> são anarquistas de carreira.

A grande bandeira deles era a autogestão e era eh, digamos assim, Quer dizer, o o o uma proposta eh que tentava fugir das tais tendências que eles consideravam muito rígidas né, que o pessoal não não sorria, não se divertia e tal. Então, esse esse grupo pretendia fazer um pouco dessa proposta mais prazerosa né de discutir a vida política da, acadêmica e tal, com com uma dose de humor e de prazer, coisa que eles achavam que os os militantes mais velhos né, que eles consideravam velhos, não não tinham. Então, foi um foi um momento também de de muito agito nesse nesse aspecto né. E, por outro lado, era um momento de reação

Mas era uma convivência, não me lembro de nada assim eh violento e tal. Convivia-se, discutia-se, mas é foi um período de reação mesmo da direita. Década de oitenta, a gen eh nós tivemos junto com abertura, ao mesmo tempo, tinha uma certa reação. Lembro que eh eh as bancas de jornais começaram a vender alguns jornais alternativos né, de algumas tendências, alguns grupos políticos, e ao mesmo tempo elas eram eram eh eh sofriam atentados né, eh colocavam fogo, explosões né e tal. E, a e na universidade, se discutia sempre. Tudo isso era era motivo de discussão. Né quer dizer, não era só a discussão acadêmica, mas essa discussão social bastante intensa na Puc. Então, isso foi bastante marcante né e. E, na história eh, toda a polêmica de superação do de um marxismo ortodoxo né, a entrada de um De uma de uma eh vamos dizer assim de um uma proposta né de um marxismo mais arejado né, que vinha da da da dos ingleses né, Thompson, a questão da história social e tal. Essa essa discussão intensa com as pessoas que queriam eh eh eh, persistiam né na na no em interpretações, em usar categorias mais ortodoxas, do marxismo e tal. Então, esse debate foi bastante intenso nesse período. A nova história né quer dizer, a escola dos análises, eh eh o pensamento que vinha da França. Então, essa essa esse clima né, eh tanto na historiografia, no curso de História, quanto na na Puc, de modo geral, era uma era bastante agitado né, muito interessante.
E o seu início de carreira, como foi?
Bom, <laughs> quando eu eu... Na verdade, eu terminei faculdade né, eh e e prestei um concurso para para para o magistério estadual né eh. Mas foi na sequência, eu terminei num ano, prestei o concurso. Eh No ano seguinte, eu estava ingressando né como professor eh efetivo né no na na rede estadual, e com uma jornada já mínima né, dobrando né, trabalhando durante o dia, Num num num emprego lá ainda em ciências contábeis né e e, à noite, trabalhando como como professor. Eu fiquei vários anos né eh nessa vida, até que eu eu acabei abandonando né e falei, não, eu vou eu vou me dedicar apenas ao ao magistério né, que que era o que, na verdade, me dava eh eu me realizava né fazendo. Então eu prestei con concurso e ingressei na na na na rede estadual em oitenta e sete. E também aconteceu o o seguinte, quer dizer foi um momento de muita discussão né eh no magistério estadual, porque era eram a época da implantação das propostas curriculares né eh que propunham uma renovação eh teórica, metodológica no no no ensino, em todas as áreas. E e a proposta de história né nesse, que estava sendo elaborada, foi a única que eh cuja polêmica né, que ela que ela acabou gerando, foi parar na imprensa né. Quer dizer então, nós tínhamos eh a discussão sobre o ensino de história eh sendo tema do do do editorial do Estadão. sendo o tema da da da da da de de editorial da Folha de São Paulo. Quer dizer então eh Foi um período assim de uma polêmica também ins intensa né do que se deveria eh eh ensinar, de como o ensino de história deveria ser abordado. na na na nas escolas estaduais. Né então, esse início de carreira também foi foi foi eh, digamos assim, pautado por essa por essa por essa polêmica toda né. Mas como eu tinha eu Na verdade, essa essa essa quando eu eu comecei o o o magistério né, eu eu eu dizia assim, eu não sei exatamente o que eu vou ser capaz de fazer como professor. porque eu não eu não acho que a gente tenha uma formação eh que eh plena né, vamos dizer assim, você não sai um professor da da faculdade. Na verdade, você termina a sua formação, se é que você termina, eh em serviço né. Eu eu eu aprendi isso realmente na prática né. Então, embora eu tenha feito um curso

porque eh eu fiz esse curso, na verdade, no final do do da do do curso de História né, e ele acabou dando sentido para uma série de coisas que, ao longo do processo, de repente eu não percebia né. Então, quando você começa a discutir o ensino, daquilo que você aprendeu na na faculdade, várias coisas começam a fazer sentido e tal. E esse sentido todo foi dado no curso de Prática de Ensino né. Então, quando eu ingressei na na na carreira eh, eu não eu não tinha muita certeza do que é que eu ia do que seria possível fazer, mas eu tinha certeza do que eu não queria fazer. o que eu não seria eh, que era aqueles aqueles eh aqueles professores que eu tive né, do do do texto na lousa, da cópia, do do ficar decorando questões né, dez questões por por texto, eh depois eh dez textos, depois dez questões vão cair na prova, você ti ficava decorando uma série de coisas e e fazia a prova. Então, eu não queria isso né, eh esse esse tipo de coisa. E eu acho que essa discussão com com as as propostas curriculares né de história, justamente toda essa polêmica, acabou me ajudando a a a a fortalecer, vamos dizer assim né, a defesa de uma de uma renovação. do do do do da da da proposta metodológica né. Então foi foi Acho que o início também foi um início eh interessante né no no magistério. E
Nessa época que você começou, como era a escola e os alunos? Olha era aquele aquilo eh
Eu acho que a escola, ela... Ela tem mudado muito pouco né nos últimos anos né eh, ou quase nada né, de repente. Então eh Eu lembro do do do início, eu iniciei, pô em quer dizer trabalho como professor. Né então, no início, eh eu eu a, vamos dizer assim, a escola, como como a gente, eu já disse, a gente caiu nesse momento né eh de uma certa discussão e tal, embora eu tivesse colegas né eh pouco empenhados né em participar das das inovações que eu pretendia né como professor eh, a gente encontrava muitos alunos né eh que respondiam, porque eh eu comece essa escola que eu comecei a trabalhar, eu trabalhava à noite, era um curso regular né eh, de quatro anos, de quinta ou oitava e tal, mas para alunos eh um pouquinho mais velhos, Quer dizer, na verdade, tin era eh é bastante variado o público né eh, mas era um curso noturno. Então, era um curso regular noturno, de quatro anos, de quinta a oitava série né eh. E nós recebíamos alunos, muitos alunos, que faziam né uma antiga suplência de primeira a quarta série, se alfabetizavam na própria escola. Né então eles davam sequência aos estudos. Então a gente fazia um período de transição de de de de quinta série né. Na quinta série era era quase que uma uma introdução né, àquela àquela estrutura de vários professores e tal. E íamos fazendo um trabalho eh eh que tinha que tinha eh eh eh visava, na verdade, e e e contemplava uma discussão com pessoas um pouquinho mais velhas né. E eu e eu lembro de coisas assim muito interessantes que aconteciam né. Por exemplo, eh eh num determinado ano ah, a gente Um aluno eh num numa situação lá qualquer, eu pedi para eles, a gente estava discutindo alguma coisa relacionada com com história antiga, democracia e coisa do gênero, e aí ele chegou. Eh No final, eu tinha pedido para os alunos produzirem algum alguma coisa escrita. E um rapaz, eh que, aliás, participava das discussões, era uma pessoa eh muito interessante e tal, ele me disse que que não tinha feito o tal do do trabalho né e. Eu eu e eu sabia que ele tocava violão né. Né e eu quis brincar com ele, falei assim, mas você poderia até ter cantado alguma coisa aqui né e tal. E ele falou, ah, pode. Ele levou a sério o meu comentário e falou, interessante. E eu acabei pedindo para ele fazer alguma coisa né. Aí eu falei a, se você quiser, você pode fazer né e. Eu acho que é interessante. Eu dei dei uns toques para ele do que que a música poderia eh ... Na verdade, o que ele poderia fazer né com a com a música. E ele voltou na semana seguinte com um trabalho né. Né que na verdade era uma ele veio com o violão embaixo do braço, entrou na sala e falou que ele ia apresentar o trabalho dele né. E eu fala, ah que legal. E tal e ele apresentou para a sala de aula. Isso deve ter sido na primeira aula né. Eh O que é que eu fiz? Eu achei muito legal né e aproveitei aquela aquela demonstração dele e e falei assim, olha, você vai fazer o seguinte então, você vai eu vou levar você para todas as minhas aulas nas outras turmas para que você mostre o que você fez né. Chegava na sala de aula e falava, hoje a a a gente vai ter uma uma uma proposta diferente. Explicava para os alunos o que é que tinha acontecido, para contextualizá-los, e ele mu cantava né. E aí foi uma sensação, todo mundo ficou sabendo né, e foi um negócio muito legal. O resultado disso foi o quê? Que muitos alunos que que tinham essa habilidade musical e tal, começaram a falar que gostariam de de ter um espaço né né na para fa para cantar também, tocar e apresentar aquilo que eles que eles gostavam de fazer. E nós acabamos organizando o que eu chamei na época né de um encontro de de bandas. de garagem né na na vizinhança lá. Eh E aí foi uma uma luta porque para conseguir a escola no final de semana, toda aquela discussão com direção, que achava que poderia ter uma série de problemas com violência e tudo mais, hum hum muito medo. E a gente insistiu até o final, organizou e tal, e foi um sucesso né, foi um negócio muito legal, dos alunos eh pedirem uma segunda edição, eles já queriam que a coisa eh se transformasse em algo eh comum né, anualmente rolasse isso na escola. Acaba acabamos não conseguindo fazer, mas eh esse evento foi muito legal e foi marcante né da da do início do do do do do da mi do meu trabalho.
E quais que eram os desafios de dar de dar
aula Ah, eu acho que eh... Vários aspectos, né? Quer dizer, você você tinha seres humanos né ali com você eh eh, com uma uma série de de de problemas, né? Eh Nós tínhamos uma escola, na verdade, extremamente carente, né? Eh De de quase tudo, né? Eu acho que um um pessoas desmotivadas eh e muitas muita gente, por exemplo, eh que que foi foi arrumando um jeito de conviver com essa com essa realidade, acabou se acomodando né em algumas algumas situações né. Eh Então, na escola, eu acho que as as dificuldades eh, nós tínhamos desde a a dificuldade na convivência com os pares, quanto a dificuldade em lidar com aquela carência toda. Nós tínhamos alunos eh eh que que viviam numa situação, limite né de de miséria, muitas vezes né, pobreza, eh a a formação precária, dificuldade na na na leitura, na participação né das atividades dentro da escola né. Mas, eh eh apesar de tudo isso, quer dizer a gente conseguia dar dar conta né eh eh tentando Eu acho que acrescentar, quer dizer, alguma coisa naquele naquele cotidiano né, fazer a diferença, eu acho que esse era o grande o grande o grande... Não tinha grandes pretensões de mudar o mundo e achar e e aquela ingenuidade de achar que ia transformar a vida das pessoas e coisa e tal. mas a a intenção era era fazer diferença né. Então eu Esse era o grande desafio, era não cair, eh não sucumbir né àquela realidade dura que que jogava todo mundo naquela né de ficar paralisado diante da da da realidade né. Então, a gente só queria fazer a diferença né daí. E e eu acho que, de uma certa forma, essas coisas acabavam acontecendo né e. E eram as pessoas que davam esse retorno né, principalmente os alunos né. Esse, por exemplo, do do do do encontro de bandas né, eh do do das atividades que a gente fazia na na na escola, dos trabalhos, daquilo que eles... Por exemplo, uma uma das coisas que eu achava interessante que de, nessa primeira escola, por exemplo, às vezes a a aula terminava né próximo das onze horas, por exemplo, e e e a gente ajeitava tal, saía, e eu eu ia morava próximo né da escola, ia a pé, E saía na na na rua para ir para casa e sempre encontrava alunos né na rua. E muitas vezes eu cheguei uma e meia da manhã, duas horas da manhã em casa né, eh por conta dessa dessa dessa dessa convivência, um negócio bastante curioso né. Embora fosse uma comunidade carente, as pessoas tinham receio de uma série de coisas, eh a gente não não via problema, não se sentia com medo ou coisa parecida né, eh de estar ali con convivendo né. Então havia essa essa extensão de uma convivência eh da de dentro da da escola, na sala de aula, que acabava virando amizade até, sem prejudicar em absolutamente nada o que a gente fazia dentro da escola né. Então, muitas conversas eh, inquietações, alunos que vinham falar, às vezes, de de coisas que tinham ouvido, que estavam lendo, querendo saber onde procu podiam procurar determinado tipo de informação eh. A conversa sobre música era sempre frequente. ne nesse período, então, acabava sendo esse esse esse o retorno né.

É, por quê? Ele não sa ele não sabia fazer nada, mas ele queria participar. Ele falou, eu não toco nada, eu não canto, eu não faço coisíssima alguma, <laughs> mas eu quero participar dessa coisa que está acontecendo aí né. Aí eu cheguei e conversei com ele, ele participou das reuniões que a gente fez para organizar o o o evento. E aí eu falei, puxa, o que é que eu vou fazer com esse menino, né? Ó, você vai fazer o seguinte então, você entre uma banda, porque nós não tínhamos absolutamente, não tínhamos quatro palcos, né, para rodar as bandas, aquela coisa toda, né, e eles têm todo aquele ritual, baterista e coisa do tipo. A Aí a gente, eu falava, ó, enquanto eles estiverem trocando, né, os instrumentos, plugando os instrumentos, essa coisa toda, você vai falar com o pessoal que vai estar lá né, eh vai preencher esse espaço, aí você pode fazer qualquer coisa, se quiser ler poesia, você pensa nisso, vai tentando organizar e pensando no que você pode fazer. Você pode brincar, fazer brincadeiras, você vai animar lá o pessoal no no intervalo entre uma banda e outra. E o engraçado é que ele gostou da ideia e e participou ativamente né, muito assim às ve, no início meio desajeitado e tal, mas eh ele gostou muito de ter o microfone na mão e poder fazer essa atividade. E anos depois eu encontrei esse rapaz numa fila de supermercado né e conversando com ele, ele ele me falou que ele estava estudando, ele ia ser meu colega porque ele estava fazendo história. Eu achei muito engraçado, falei, olha, tá vendo? Quer dizer, a gente às vezes nem sabe, mas isso eh acaba marcando. Então, eh esse foi um evento que aglutinou, ele foi significativo, mas eram várias coisas que aconteciam na na escola, pequenas coisas que acabavam marcando e dando esse esse esse retorno para gente. Eu acho que eu eu eu gostei muito de de trabalhar nessa escola, eu acho que foi... eu arrisco a dizer que foi a melhor escola na qual eu trabalhei né. Nós só tivemos que interromper esse trabalho porque houve uma... Uma secretária da educação veio com uma proposta de separar escolas de ensino fundamental com ensino médio né, eh Fundamental um né, de alfabetização.

E quando ela fez essa reestruturação, ela desarticulou esse trabalho todo né. Até hoje, quando a gente passa próxima, a gente vê uma escola que foi minguando né, ela foi definhando e e e eu acho que perdeu muito daquilo que era legal nela. que era essa relação com a com essa comunidade, porque eh a comunidade é muito próxima né assim da escola, a localização, o jeito dela, da da construção dela né, e acabou se perdendo tudo isso por conta de um ato administrativo né da Secretaria da Educação. Mas essa é uma lembrança legal que eu tenho do início da da da carreira.
Então, bom, você já está citando uma mudança que ocorreu na escola, que outros tipos de de mudança você sentiu em todos esses anos de prática?
Eu acho que eh a gente eh, muita muita tentativa né, nós tentamos eh eh. Ne essa

no no estado. A ideia era <laughs> mais ou menos simples, quer dizer, eu não tenho dinheiro para fazer uma reformulação eh na educação como um todo, mas eu vou tentar fazer algumas escolas, ser umas escola piloto né, com algumas mudanças para que a gente possa eh verificar o potencial de de de melhoria da qualidade do ensino né que a própria rede pode oferecer se a gente fizer um investimento né na escola. Então eu fiquei dois anos, eh foi uma época que começou-se a a escola a a o a, o magistério estadual não tinha um espaço para fazer discussão né eh pedagógica, quer dizer, tinham reuniões esporadicamente, reuniões pedagógicas, que eram mais administrativas do que pedagógicas. E e a gente não tinha espaço para discutir. Inclusive, era uma reivindicação do movimento sindical e tal né, que para melhorar a qualidade de ensino, os professores tinham que ter um espaço para estudo, para discussão e tal. Eh e Então, nessa na na na escola padrão não é, por ser padrão, a ideia era que ela funcionasse como um modelo e que catalisasse né uma mudança em todas as outras escolas, eu acho que no início foram trezentas e seis, se não me engano, escolas no estado inteiro que que eh que passaram a a a vivenciaram essa mudança né. E houve a criação de um cargo, vamos dizer assim, uma função, na verdade não era um cargo, era uma função de professor coordenador de noturno. Eh e a a diretora me convidou, ela sabia que eu que eu eu queria, tinha vontade de de que a escola fosse melhor, fosse diferente e tal. Aí ela Ela me convidou perguntou se eu não queria Eu não queria eu fiquei dois anos trabalhando. como coordenador né. E ne Ne nsse período, a escola recebeu um acervo de livros bastante grande né eh. Eu chamei, convidei pessoas para trabalhar, para a gente estar montando projetos. Né tinha uma uma uma pessoa muito legal, que tem uma uma uma lembrança muito boa.

E ela acabou eh organizando um projeto para difundir né a leitura entre os alunos. Uma série de de de coisas por exemplo, nessa nesse período, eu para mim foi interessante também, porque para eu poder desempenhar essa função, eu tive que ler todas as propostas curriculares de todas as áreas né, matemática, ciências, eh geografia, português, todas elas né, inglês, e e o meu papel era o meu papel era estar discutindo né com com com os professores a implantação não é eh dessas mudanças propostas né nesses documentos da da da Secretaria da Educação né. Então, eu achei bastante interessante porque eu eu eu pude ter uma uma visão bastante ampla eh e e e, de uma certa forma, eu consolidei que aquilo que eu pretendia em história, na verdade, era uma na verdade, era uma uma proposta de todas as as áreas né. E que, obviamente, a gente não ia conseguir fazer mudança nehum muita mudança na escola, se só na na na área de História e tal, ou Geografia ou coisa do gênero. Esse período, eu eu participei de muitas discussões, fiz muitos amigos, eh uma série de de de pessoas que me passaram a a não me ver muito bem né na escola, porque eu provocava muito. e realmente incomodava. Eh eu acho que eu fui um coordenador que fiquei dois anos eh criando muito incômodo na escola né. Eh Mas esse foi um um um um período interessante. Mas eu eu acabei deixando o o trabalho, essa essa função, eh por desacreditar um pouquinho. Acho que os professores me me fizeram eh desacreditar um pouco na possibilidade de uma mudança coletiva. uma mudança ampla, grande, eh que é a necessária né eh. Eu ainda continuo, a gente aca nu o a nunca desiste né, sempre que aparece alguma proposta para se discutir, uma mudança mais geral, você acaba sempre entrando na discussão, até acreditando. Mas eu confesso que eu eu acho que eu recebi uma ce uma certa dose de água fria né nesse período, na convivência com os com os pares né. E eu não percebo muito avanço, não, na escola. A gente percebe que surgem projetos, eh discussões. Mas eu acho que o ponto central, que é o é o trabalho cotidiano da escola, na sala de aula, é estar acompanhando o professor no dia a dia, isso não é feito né. As propostas nascem, eh são colocadas em documentos e tal, e o essencial a acho que não é feito né. Que é essa Essa implementação das mudanças no cotidiano da escola, isso acaba não acontecendo. Então a escola, ela continua muito parecida né com o que era há vinte anos atrás né. Talvez tenha até Retrocedido um pouco. Né então é Retrocedido por quê? Eu acho que hoje a gente... A escola não muda, mas a sociedade muda né, cada ve quer dizer não para está o tempo todo mudando. E eu acho que eh quando a escola eh não não não dá conta né dessa dessas mudanças todas, ao mesmo tempo que a sociedade mudou, eu acho que a expectativa que se tem sobre eh eh eh a da escola A sociedade, eh as pessoas que estão no governo, de modo geral, quer dizer, deposita-se uma uma uma expectativa muito grande em relação à escola, à educação e tal. E se dá muito pouca estrutura para que isso Então, eu acho que a o retrocesso é um pouco nesse sentido, quer dizer, a gente passou por uma série de experiências e e, aparentemente, elas não... eh eh eu acho que cada administração interrompe o trabalho feito anteriormente. Então, a gente parece que está sempre começando é um pouco o mito de Sísifo mesmo, né está sempre empurrando a pedra, morro acima, e ela rola, termina a administração, parece que toda toda proposta eh eh se perde, não há uma continuidade. E eu acho que educação é isso, é continuidade né, quer dizer. Eu, particularmente, acho que eh admnistrar a a administração da educação não deveria se ficar sujeita a esses períodos eleitorais, essas administrações, deveria ser algo que per que que ultrapassasse esses períodos de quatro anos, cinco, sei lá. Tinha que ter hum hum gente cuidando de coisas realmente por um período longo né, de doze, vinte anos, eh mais ou menos, e que pudesse, na verdade, ter autonomia e verba suficiente para implantar essas mudanças todas. né Então, nesse aspecto, eu acho que o o retrocesso acaba se se dando aí.
E esses dois anos que você foi coordenador, você foi coordenador em qual escola?

E depois você deixou essa escola. É aí

A primeira foi uma remoção compulsória. E, depois, acabei mudando para uma outra escola, mas nada eh que tenha tido esse significado. né
Mas, então, dentro de todo desses anos, dessa dessa experiência como coordenador, eh você notou vocè notou alguma mudança no seu jeito de dar au de dar aula e também, bom, não sei,
Não, eu com certeza né. Eu acho que, eh eu sempre digo que eh um um professor né, um profissional, ele se forma, ele tem um período de formação inicial lá na na universidade e tal, mas ele ele, esse período de formação em serviço né, que é na prática profissional eh, ele leva por volta de uns de cinco anos, mais ou menos né.

No início, é óbvio, a minha a minha prática profissional ela foi ficando mais consistente né. Eh Você fica com menos receio de fazer propostas, de repente, propostas mais ousadas. Então, eu acho que a a minha prática profissional, se bem que eu acho que eu fiz bastante coisa no início também, mas, eh óbvio, eu não tinha segurança, não é que o o tempo de trabalho foi me dando. o caminho das pedras, a maneira como você eh consegue, na verdade, eh contornar entraves burocráticos né, direção, coisa parecida, e tomando consciência de que você realmente eh tem uma autonomia, uma certa autonomia dentro da escola né para fazer eh algumas coisas né. Então, o que eu o que eu considero que que que mudou nesse período né tem a ver com isso, com essa essa esse a diminuição, digamos assim né, do medo de errar, de fazer propostas não é, a diminuição um pouco da ansiedade né eh, essa coisa toda eu acho que foi me tornando eh um um profissional um pouco melhor, vai aprimorando um pouco né nesse aspecto. Então, eu acho que o que mudou foi foi por aí né. A ponto de, de repente, eu fazer propostas eh hoje, que algumas pessoas olham meio desconfiadas né, até questionam, às vezes os próprios alunos ficam meio receosos e acham, pô, mas isso é história mesmo né, que você está fazendo? Eh E a gente insiste e discute, argumenta e tal, e vai mostrando que que eh que o que a gente está fazendo realmente é ensinando história.
E por que essa resistência que você di disse para os alunos? O que é que você propõe para eles? Bom na
Eh na verdade, eh eh eh uma uma das coisas é é que a gente aprende né, e a gente discutia discute na universidade, eh que que toda aquela questão dos novos sujeitos, de que nós fazemos a história, de que eh eh todos fazem a história, da da questão eh de romper com a história dos grandes personagens né, do da pessoa comum, do cotidiano e tudo mais. Então a gente aprende muita coisa, discute-se muita coisa, mas eh eh o o professor chega na sala de aula e e ele acaba, eh como eu disse, sucumbindo né a uma série de coisas e reproduzindo a tal da história que a gente aprendeu não é e que se perpetua, de repente, no ensino né há anos e anos. E eu e eu fiz uma proposta eh na na na na escola onde eu eu trabalho agora, que é uma escola municipal, que eu ingressei em noventa e dois né, em dezembro de noventa e dois, no apagar das luzes da primeira <coughs> administração do pê tê aqui na cidade. Eu fui eu fui trabalhar em dois mil e dois

Com No curso na na eja a noite né Noventa e dois noventa e dois não não dois mil e dois Dois é dois mil e dois trabalhar com com com os adultos, eh eu eu fiz uma proposta de trabalho, porque eh todo mundo discutia também que a Eja não deveria ser Uma pro eh não deveria ter como proposta, né? Eh Reposição de escolaridade, que é eh a maioria dos professores não não entende muito bem o que é que significa isso, né? Quer dizer, reposição de escolaridade perdida. Boa parte dos dos professores acredita que ele tem que eh ensinar aquilo que o aluno o adulto não teve, já que ele não estudou a quinta série, por exemplo. Eh Ele tem que ensinar o que ele deixou de aprender na quinta série, que ele não frequentou por problemas de trabalho, uma série de coisas que o levaram a abandonar a escola, né os estudos. Então, os professores acham que tem que ficar fazendo isso né, então dando aulas de quinta, de sexta, os conteúdos que ele deixou de ver né. E toda a discussão que a gente eh faz né e os próprios documentos oficiais propõem eh eh que a gente pense Qual que qual é o espaço que deve ocupar a experiência de vida desse aluno né, que, na verdade, é uma pessoa que viveu lá vinte, trinta, quanrenta anos né de vida, cinquenta às vezes, e tem uma experiência acumulada que a escola eh eh faz tabula rasa, esquece né, ignora, para ficar ensinando os conteúdos de quinta, Então, eh não era essa a concepção. Quando eu eu fui trabalhar na Eja, logo de cara eu fiz uma proposta eh diferenciada, de trabalhar com história de vida, com os alunos né. Eh O desdobramento dessa dessa história de vida acabou eh, por uma uma série de circunstâncias né, fontes que eu encontrei e tal, acabou se transformando numa numa discussão né, não é um estudo da história do bairro onde a escola está localizada, mas é é uma uma reflexão sobre sobre esse discurso histórico né, sobre a apropriação dessa memória né da história do bairro, eh que eu encontrei numa revista de bairro e tal. Então, eh eu começo com uma história de vida, eh a gente discute essa questão da da da da história do bairro, acabamos fazendo uma discussão sobre mito né, a a construção dos mitos na na na memória né de uma so de uma sociedade. E a gente ah ah discute eh eh o o próprio nome da escola né, o nome do patrono da da escola, porque ela recebeu esse nome. E dessa dessa discussão toda, começa a se dar um eh ela se desdobra e a gente acaba abordando dois temas né, por conta Eh da do do das dos momentos em que essas coisas aconteceram né.

Né em Mil novecentos e sessenta e oito né aliás mil que participou da Segunda Guerra Mundial e morreu lá né, nessa Segunda Guerra Mundial, e foi eh recebe a escola recebeu o nome dele né, como uma homenagem. E aí eu discuto isso com os alunos e a gente começa a tentar, a partir de tudo que a gente discutiu anteriormente, com relação ao bairro e tal, a gente faz essa discussão sobre sobre a origem do da da, como é que a escola recebeu o nome desse herói né da que morreu na Segunda Guerra Mundial, et E, a partir daí, os alunos acabam elegendo dois momentos históricos eh para para estudar, mas isso acaba acontecendo eh depois de de um bom tempo de discussão né, e é isso que leva um cer uma certa desconfiança dos alunos né, porque a gente acaba construindo um tema, um objeto de de de pesquisa e tal em conjunto né. Isso a gente não faz logo no início, então eh os alunos que comparam a formação que eles estão tendo lá, as aulas de história que eles estão tendo comigo com outras coisas que acontecem em outras escolas né, ou com o que os filhos tiveram, eh ele acaba percebendo uma certa diferença, e aí essa é a origem do questionamento. Mas, de de qualquer maneira, quando ele percebe que a gente acaba que ele começa a fazer um estudo sobre a Segunda Guerra Mundial e o quanto isso né eh exige né de reflexão sobre momentos históricos e tal e pesquisa, ele vai percebendo eh o que é que ele está fazendo, na verdade né. Mas isso não acontece logo de cara, não é uma coisa que eu faço nos primeiros eh momentos de de de de aula. Então, eh alguns alunos fa têm uma certa desconfiança né. E depois a gente acaba fazendo um estudo sobre os anos sessenta no Brasil né, sobre a ditadura militar, o período em que a escola, na verdade, foi construída e recebeu o nome desse desse patrono. Então, eh eh o trabalho ele é intenso, longo, eh eh rico, muita discussão né, e e faz parte dessas discussões esse questionamento que eu disse né. Dos alunos, em determinados momentos, pensar, pô, mas isso é história mesmo? Por que é que não é igual a aula lá do da escola xis? Ípsilon zê né e e aí eu tenho que ficar explicando. que Então, faz parte da aula essa discussão com os alunos.
E como que você faz o planejamento dos seus cursos? Isso é uma coisa que decorre muito da da experiência ou tem alguma relação com a coordenação, com os Pê Cê êNes, material que que chega da prefeitura?
eu eu na verdade, eh eh eh a maneira é bastante diversificada. todo esse trabalho que eu que eu que eu acabei de falar, Claro que eu tenho eh um um embasamento em alguns documentos oficiais né, eh os parâmetros.

Então, eh eh eh quer dizer eu eu o embasamento do do do trabalho né é é nesses documentos oficiais.

É uma maneira, por exemplo, de eu de eu eu me defender de possíveis cobranças mais burocráticas, vamos dizer assim, ou de direção, ou de coordenação de escola ou. Por que você está fazendo isso né? Eh Por que você não está dando aquela história linear, os conteúdos, antiga, medieval, moderna contemporânea, do jeito que tem que ser, do jeito que os livros trazem né? Se bem que agora muitos livros estão aí fazendo propostas. Eh A gente teve tem muitos anos de trabalho desde oitenta e sete para cá, as editoras andaram se adaptando, tem muita perfumaria né, coisa eh que leva rótulo, mas, na verdade, não apresenta uma proposta eh inovadora e tal. Mas tem até algu algu algumas propostas eh até interessantes. Mas eu, particularmente, acho que eu construí ao longo do da minha da minha prática É algo que me eh que eu eu prezo muito, que é essa liberdade né. Então, eu acho que adotar livro, por exemplo, acaba ficando uma coisa meio meio meio que que, eh não sei, me oprime um pouco né. Então, eu eu a partir dessa desses documentos oficiais, eu eu construo eh em fun eh, me relacionando também com a sala de aula. eu tenho um primeiro momento que eu que eu começo fazendo uma sondagem daquilo que os alunos, das expectativas e coisa e tal, mas eu eu a proposta eh depende disso, quer dizer, eh ela é embasada nesses documentos oficiais, mas depende da da do do tipo de aluno que eu estou recebendo, da do grupo que a gente consegue construir na sala de aula né eh e dessa realidade que a gente que Essa esse trabalho que eu que eu falei agora pouco, ele ele ele me permite a reedição né desse trabalho eh em outras turmas né, com sempre com adaptações. Ele nunca acontece exatamente da mesma forma eh no no como foi na turma anterior, por exemplo. Às vezes eu introduzo algumas coisas diferenciadas, retiro outras atividades que eu fiz na turma anterior né, às vezes reformulo bastante e estou pensando sempre. Isso me faz ficar sempre ativo, refletindo e pensando no que eu vou fazer. Mas eu nunca... construo uma proposta muito distante e antes de conhecer os meus alunos. Tem algumas coisas, obviamente, que a experiência me deu não é, mas é sempre em relação ao que eu encontro na sala de aula né. As dificuldades, o o grupo que que se forma, porque é uma proposta que depende muito do grupo que você constrói né. E a construção de um grupo não é... o grupo não vem pronto né, na verdade. Então, isso demanda um certo tempo.
Mas o o livro didático, ele entra ou não entra na sua aula? E se entra, como entra? É
Então, por exemplo, quando quando os alunos eh, em um determinado eles eh descobrem lá que o patrono da escola morreu na na Segunda Guerra Mundial. A gente até faz uma discussão de como, tem várias atividades que a gente que a gente discute, mas é é é um uma discussão que acaba nos remetendo a a outros momentos históricos e a compreensão de outros momentos, inclusive para poder eh compreender essa própria discussão. Eles estão dentro de uma escola que tem o nome de um de um tenente aviador morto na Segunda Guerra Mundial. Então, eh eh um uma das atividades, depois de passar por vários várias eh atividades né e por um processo razoavelmente longo, eh chega um determinado momento que eles percebem que eles eles dominam muito pouco, eles sabem algumas coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, mas não sabia exatamente, eles ficam curiosos, por exemplo, por que que o Brasil participou dessa dessa guerra, o que é que estava fazendo lá, detalhes né, porque é que ela aconteceu, então eu vou instigando isso e eles percebem que eles sabem poucas coisas sobre esse evento né histórico. E aí eh eles elaboram, eu pergun eu eu eu depois de fazer algumas discussões anteriores, eles eu pergunto para eles o que eles precisariam saber né, o que é que eles acham né eh que eles precisam saber sobre o tema. E eles eh eh começam a elaborar as tais perguntas, onde fazem dis eh eh discussões em grupo e tal, e elaboram perguntas. Depois a gente consolida essas perguntas e tal. E no final eu digo para eles que as perguntas eles não estão fazendo para mim, eles eh não sou eu que vou responder né eh. Eles vão fazer esse trabalho, que é um trabalho de buscar informações para poder responder as perguntas que eles mesmos elaboraram. sobre o tema tal. E, nesse momento, por exemplo, eu levo livros didáticos para a sala de aula. Levo li eh eh É eja né, isso a gente faz na na no primeiro semestre do curso de eja, mas eu levo livros de, manuais de ensino médio para a sala de aula. Vários. que eu consegui as duras penas né, porque eh não é uma coisa muito tranquila, tem uma série de problemas com editoras né, que não mandam. Então, às vezes, doação aqui, doação ali. Se alguém tiver livros de ensino médio, <laughs> quiser me doar, eu aceito né eh. E aí, o que é que eu faço? Eu levo esses livros, eles se organizam em grupo e e em grupos né na sala de aula e, nesse momento, eles utilizam o livro né, eh buscando informações para responder as perguntas que eles elaboraram. Então, eh não é não é que eu sou avesso ao livro sempre né, mas eu acho que ele pode ser utilizado em alguns momentos específicos. Só não eu eu Eu, particularmente eh, fico meio eh... mas é um problema meu né eh de de eh achar que eu fico meio restrito se eu tiver que adotar ficar aquela coisa. Mesmo que ele me dê uma liberdade de saltar para lá, para cá, aquela coisa toda, só o fato de você estar com aquele aquele manual, eu eu acho que ele me me cerceia um pouco né. Mas eu não tenho nada contra, e acho que é possível u utilizar né. E eu uso u utilizo dessa maneira né.
Qual o sentido do seu trabalho? Eh
Eu me lembro, isso me faz...

que no mundo né, em instabilidade absoluta, que é o que ele ele falava né, eh para que a gente tenha outros reflexos né, possa conviver com outros reflexos, além daquele que o imediato provoca né, que é o medo, na verdade, você está vivendo uma situação eh instável né. E eu acho que a gente vive constantemente assim. Então, o sentido eh do do do do meu trabalho é esse, eh eh é tentar viver ali com os com os meus alunos e tentar fazer com que eles tenham esses outros reflexos né eh, além do da de desses imediatos né, dessas dessa coisa maluca de uma uma sociedade desigual, de uma sociedade com uma série de problemas que muda o tempo todo, esse bombardeio de de de informações, essa instabilidade, eu acho que nunca se falou tanto em instabilidade, quanto agora né, porque as mudanças são constantes. Então, eh uma que as pessoas possam levantar um pouquinho e ter uma dimensão um pouquinho mais ampla de tempo né, espaço, perceber que nem tudo se reduz a esse imediato, esse cotidiano. Né e a história permite um pouco eh esse essa ampliação né. Então, eh o que eu o que eu espero um pouco do do do meu trabalho é isso né, ampliar ou proporcionar eh situações em que os alu os os próprios alunos possam ampliar esses horizontes.
De uma maneira geral, Uhum dentro desse desse sentido que você dá ao seu trabalho, como que você vê a escola hoje?
Então, eu eu eu acho que a gente... A escola é é esse é um espaço privilegiado não é para que essa todas essas coisas eh possam acontecer. É um espaço privilegiado para isso. Expectativas em relação a esse espaço. Então eu vejo que que a escola eh eh tem essa essa possibilidade, é um lugar onde existe essa possibilidade para fazer essa essas coisas. Mas eu eu eu eu tenho percebido também né que que eh o o o o a a escola, a educação, de modo geral, hoje, ela tem ela eh tem trazido muitas frustrações, eu acredito né, para os para os profissionais que estão atuando nela né. Então a gente convive E e e é muito difícil você fugir desse clima de descrença né, de de ceticismo né dentro da da da da escola pública. Acho que ela acabou sendo desvirtuada um pouco né, com um certo assistencialismo eh eh, mil papéis. Na verdade, a a escola acabou virando uma panaceia né quer dizer para resolver todos os males. Então eu eu eu Até uma coisa que me irrita um pouco, qualquer problema, eh alguém veri constata que há um problema social qualquer, todo mundo acha que a solução do problema passa pela educação e já quer inventar alguma coisa que a escola deve fazer. Então, está muita gente pensando hoje eh em como eh, digamos assim, aumentar essa carga, essa responsabilidadeeh das pessoas que atuam na na na escola, E pouca gente, na verdade, pensando em como eh fazer com que a gente possa cumprir algumas coisas básicas, que é isso né, que é permitir que as pessoas possam ter eh condições, né elementos, até para para sonhar mesmo. As pessoas ficam achando que, a gente costuma ouvir né, bom a a educação sexual eh tem uma série de problemas, vamos criar um curso na escola disso. As pessoas não têm consciência ecológica, <laughs> vamos criar um curso de ecologia na nas escolas. Ah o As pessoas são são não são consumidoras conscientes, caem caem na na na nessas propostas oportunistas, vamos criar um curso de direito do consumidor. Eu acho que a escola, a começa a se per a sua função, é é uma instituição que está numa passando por um momento de crise de identidade né. E eu acho que junto com a escola, com a educação, os os educadores também estão vivendo esse período de crise né de identidade. E a gente está atuando nessa nesse ambiente né. Então Mas eu ainda acredito que é possível fazer muita
Qual a relação do seu trabalho com sua vida fora da escola?
Eu acho que a gente nunca desliga, né? Quando você fala, eh por exemplo, eh se eu eu vivo o meu trabalho, né? E aquilo que eu acho que a gen a gente pensa... O professor, ele acaba sendo né o seu o seu trabalho né e eh. Porque você não deixa, né? Você não é uma coisa que você termina, cumpre o seu horário, termina, e pelo menos eu sou assim, né? E vai para casa e você deixa de ser professor. Então, é uma vivência vinte e quatro horas por dia. Não é Boa parte das propostas de de trabalho que eu fa que eu fiz, às vezes, fonte que eu que eu utilizo na sala de aula, eu encontrei eh fora da sala, às vezes, eh eh olhando alguma coisa na minha casa, ouvindo alguma coisa. Quer dizer, as ideias acabam... Você nunca deixa, você não deixa né de ser professor, né? Quer dizer, a todo a todo momento, você está ali ligado com aquilo que você está fazendo. E, de uma certa forma, que é uma coisa que que também pode preocupar, quer dizer, você eh a sua vida acaba sendo afetada também pelo por essa prática né. Muitas das coisas que você vivencia no seu cotidiano né, eh de trabalho, acabam também afetando sua sua sua vida né, de modo geral. Mas eu acho que é i essa essa é a relação, quase que não não não tem separação né. É o tempo todo na ativa.
Então, você falou que Na na sala de aula, você proporciona para os alunos reflexos do da cotidiano que é tão mutuado, outras possibilidades de reflexos, ou uma possibilidade de um campo aberto para sonhar. Uhum E você, qual é o seu maior sonho hoje?
Pois é, eu eu acho que eu ainda sonho com... Meu sonho eh que tem a ver ain com essa com essa minha prática profissional né. Eu ainda sonho em ver uma escola diferente daquela. que eu eu eu vivo né, o meu cotidiano. Não é eh eu acho que esse Esse é quer dizer embora eu atue, eu tente eh fazer uma uma contribuir para que ela mude, para que a gente possa ter uma uma uma escola diferente, uma educação diferente, eu ainda sonho né. Então, é sinal de que ela não não existe ainda. É uma é um uma imagem que eu busco né ainda. Então, esse é o o sonho, de ver uma escola diferente, uma escola eh eh pública né, que é na qual ela atua, de qualidade, realmente, que que possa oferecer um um um um uma educação de de qualidade justamente para aquela população que mais precisa dela né. Esse é um é um sonho.
Se você pudesse mudar alguma coisa em sua vida profissional, o que seria?
Na minha vida profissional? É, realmente... Eu não sei se eu se eu se eu entendi bem a sua a sua pergunta.
você se arrepende? Ah não não tem

Não Eu acho que eh... Não, não tem. Eu acho que até os erros que eu cometi, vamos dizer assim, que eu sei, eh houve momentos que eu fui muito incisivo né eh eh, que eu fiz muitos inimigos, entre aspas né, <laughs> no na no meu... No meu trabalho, vamos dizer assim, mas eu acho que eh até os erros que eu cometi, eu acho que coisas que eu falei, a maneira como eu falei, eh eh discussões que eu que eu propus e e brigas nas quais eu entrei, de repente, eu acho que eh eu não faria diferente, não. Eu acho que foram fizeram parte né eh de dessa dessa história e eu acho que foram necessárias né. Então, eu não me eu não me arrependo da maneira como eu como eu atuei até hoje. Eu não mudaria se tivesse possibilidade de de falar assim, não, vou eh vou ter possibilidade de mudar e fa e seguir outra outro caminho, não não quero ser profe eh, não. eu eu acho eu faria exatamente da maneira como eu fiz né. Foi Eu acho que foram coisas que me con que contribuíram muito eh eh para o meu crescimento enquanto pessoa né. Eu eu ainda estou vivendo isso né. Eh esse Esse discurso pode parecer uma coisa meio assim de final né, mas não não é. Quer dizer, eu estou vivendo isso ainda. Claro, algumas coisas vão mudar e tal. Mas eu não faria nada diferente. Eu acho que eh tudo o que eu fiz até hoje na minha profissão eh me acrescentou bastante né. Eh e E eu acho que que as pessoas com as quais eu convivi né, também eh eh eh eu gostei de ter encontrado né tanto alunos como como professores, colegas, que eu fi eh algumas amizades. E mesmo nas nas dificuldades né, essas todas as dificuldades eu acho que eu vivi eu não me fariam mudar, não. Eu acho que eu persistiria nessa nessa coisa, que ela dá dá um significado para a minha existência.
Agora, para finalizar, o que você achou de contar um pouco sua história?
Eh <laughs> bem estranho, né? Eu eu eu me senti à vontade né. Eh eu Eu estava preocupado, inclusive, com relação a isso né eh. Não sei ainda o resultado, porque eu estou olhando daqui ainda né disso, mas eu eu gostei de ter feito esse de ter vivido essa experiência de de ter contato. Principalmente porque Eu peço para que os meus alunos façam isso né, então <laughs> foi um momento eh em que eu eu vi vivi o outro lado né. Eu estou eu estou do outro lado, ouvindo arguições né, perguntas e tal. e tentando falar um pouquinho né daquilo que que é a minha vivência né. Então, eh eh eh essa experiência também acaba sendo uma coisa interessante e me ajuda eh, como eu falei né, a gente nunca deixa de ser de ser professor né, me ajuda também a entender um pouco melhor aqueles alunos que eu peço para para estar fazendo isso.